Boa tarde Qual o seu nome completo, o local e a data de nascimento?

Eu nasci em na cidade de São Paulo em vinte e nove de agosto.
Qual o nome dos seus pais e se você lembra dos seus avós?

Dos meus avós, eu me lembro muito bem dos meus avós maternos. Os paternos eu não cheguei a conhecer porque eles morreram antes de eu nascer. Mas é isso, me lembro dos meus avós, hã que morreram inclusive velhos. Aliás, a longevidade da da da raça árabe é muito grande. Eles morreram com oitenta e seis anos, tanto o meu avô como a minha avó. E me lembro bem, sim, me lembro bem.
O nome deles

Hã Você lembra a ocupação deles?

Comerciante, os dois. O meu avô tinha um grande empório na rua Cardoso de Almeida, que hoje o local nem existe mais. E a minha avó também vendia com ele. Eram coisas importadas da do do do Oriente, trigo, essas coisas que que vinham de lá na época.
Você diz que a sua origem é árabe, né? Sim E como é que eles vieram para cá? Como a sua família veio para cá?
Então, eh começando pelos meus avós, né eh? Maternos. A minha mãe nasceu aqui, mas... Como todo imigrante né, foi uma uma uma parte, uma trajetória muito sofrida, muito sofrida. Imagina, eles vieram sem saber falar uma palavra de português não é, meus avós maternos. O meu pai, porque o meu pai nasceu lá também, o meu pai é árabe, era árabe, né? ele veio também sem saber falar ele só era alfabetizado em árabe e inclusive nunca se alfabetizou em português e fez, olha acabou fazendo um Uma coisa que hoje eu admiro muito, na época a gente não dá muito valor né, mas hoje eu falo, meu Deus, como é que conseguiu fazer tudo o que ele fez? Ele ah hm eh fazia um comércio com frutas né. E como Ele começou, quando veio para o Brasil, vendendo frutas numa carroça. O meu pai, né? Aí, da carroça, ele fo comprou uma carroça maior. Da carroça maior, ele comprou, enfim, um armazém e, no fim, ele tinha um grande armazém atacadista na região do mercado.

Bom, atualmente, nós somos cinco, mas éramos sete. Quatro mulheres e três homens.
E você lembra da rua, do bairro, quando você brincava pequena? Ah sim

Dizem, e acho que é verdade, quanto mais velha a gente vai ficando, mais imagens da infância vai vindo, né? Eu me lembro, me lembro sim. Brincava-se muito na rua.

É bem conhecida essa rua, principalmente para quem estuda na Puc. Eh Essa rua era de terra. na minha lembrança, eu me lembro quando o asfalto chegou lá, isso ah nos anos acho que sessenta, começo dos anos, não, antes ainda, antes ainda, eu era uma menininha, nos anos cinquenta, quando asfaltaram a rua. Então a gente brincava muito na rua, brincava de roda, de pega-pega, de gente, assim, era incrível, a a rua era a extensão da casa, né? Coisa que hoje é impossível. Talvez em alguns bairros no interior isso aconteça, mas hoje é impossível. E quando eu passo por essa rua hoje, eu passo sempre né, é difícil de acreditar. Por isso que a memória é uma coisa importantíssima, porque ela te permite, e a única coisa que te nó para nós, é a memória dos mais velhos que permite trazer lembranças dos lugares, como eles eram né. E é isso então, a gente brincava muito. Tanto brincadeiras de menina, como não sei se seria de menino, mas pega-pega, aquelas coisas que que... Mas o que eu mais gostava de

Crianças na rua? Um
Muitas crianças. Às vezes brigávamos, alguém brigava com alguém, alguém dizia que ia bater alguém, mas no fim dava tudo certo e a gente, sabe, era era muito bom. Não era muito
Em casa como que era o cotidiano você está falando da rua, das suas Hum brincadeiras, Hum e dentro de casa, assim, você lembra do É
Eu acho que a gente nunca ti tinha... Bom, veja, uma família grande, sete filhos, eu era praticamente a... Porque, assim, mamãe teve cinco filhos, um a um praticamente um atrás do outro. Aí ela ficou sete anos sem ter filho, aí vim eu e uma outra irmã que eu tenho, que tem um ano de diferença. Então, nós éramos sempre éramos chamadas as duas. As duas, ô duas vem aqui, inclusive quando a mamãe chamava a gente, duas vem aqui. Então a identidade foi muito difícil, sabe? Para a gente. Eu estou dizendo de mim, né? Foi muito difícil de construir. Porque eram sete, então a minha mãe nunca tinha paciência. Ela estava sempre brava. O meu pai, então, inatingível. Ele chegava, né? O jantar dele tinha que estar pronto. Aí quando dava oito e meia ele ia dormir. Então não tínhamos contato, assim... como nós temos hoje né, com pai, com mãe. Com a minha mãe eu tinha, mas não era um contato muito de paparicação, não. Era sempre brava, sempre faz isso, faz aquilo, então a gente foi levando né, mas não foi uma infância assim, dentro de casa, muito feliz, eu diria. A coisa gostosa mesmo estava nas brincadeiras.
E quando você foi para a escola, quantos anos você tinha você lembra? Sete

Sete anos. Que escola que você foi

Muito, muito, muito. Nossa, eu me lembro Vou falar uma coisa engraçada primeiro, tá? Várias coisas, mas uma delas é um um eh um eh eh sinal que que batia quando era hora de entrar, hora do recreio, né? Que era um senhor na, claro, eu era uma criança, então ele parecia muito velho. Provavelmente ele não era. E ele batia um sinal, gente, acreditem, era um sinal daqueles enormes, um um sinal mesmo, como é que chama? Sino, um sino. E ele badalava aquele sino, e nós todos, hoje é uma campainha, uma sirene né, ele batia aquele sino. Bom, essa era uma imagem. Outra imagem é que a gente brincava muito no recreio, muito, corria. E eu me lembro que, as principalmente uma certa professora que nós tínhamos, acho que do segundo ano,

Ela dizia que a criança que entrasse suada dentro da classe ia ser castigada. Então a gente morria de medo, porque corria, corria. Na hora que estava quase para dar o sinal, molhava o rosto para poder não entrar suado porque era castigado. Por exemplo, eh dentro da sala de aula havia muita disciplina, então a disciplina era rígida, eu não eu não sei, eu tenho uma lembrança um pouco ruim disso né, era muita rigidez então nós não, porque veja, eu hoje como professora sei que tanto a criança, o adolescente, o adulto, que eu eu dou aula para adultos na universidade, a as pessoas aprendem quando elas estão à vontade, quando elas estão com sem muitas tensões. Não é Quando você fica sem tensão, você presta Que nem agora eu estou falando, eu estou à vontade porque eu não estou tensa. Agora, se eu estivesse tensa, eu não ia conseguir. Então, o que é que acontece? Na na nossa infância, eh e eu acho que isso, infelizmente, ainda perdura, você tem essa rigidez, alguns professores ainda mantêm, conseguem manter né, porque as coisas mudaram muito, mas... Eu era muito uma criança muito medrosa, muito hã tímida né. Claro, uma uma coisa que que é da personalidade, mas que era fortalecida e reforçada com esse tipo de coisa. Então, o aprender, eu diria assim, não era prazeroso. Algumas coisas eu gostava. Por exemplo, no primeiro ano. O primeiro ano foi uma coisa muito gostosa.

Então ela sempre brincava comigo, a xará, minha xará. E assim, ela ela era impecável, ela era muito doce, muito... Ao mesmo tempo também né, ela tinha rigidez, porque todos tinham, mas só que ela tinha uma certa doci ah docilidade, eu acho.
E se os seus estudos, esse período que você falou, onde você dá aula, influenciou alguma coisa a sua vida de estudante para ser professora? Olha
Eu não acho que mu mu muitas pessoas acabam hã, depois que crescem, vinculando a sua opção profissional com algumas Mas eu não acho, não. Eu não acho eu acho que a vida são contingências. São contingências, eu acho que você vai fazendo coisas hã hã buscando aquilo que corresponda mais a que você se sinta bem né. Então eu acho que talvez o vínculo que tenha o que eu faço hoje com a minha primeira escolarização, que seria o que nós chamamos hoje né de de ensino fundamental, mas que era o primário e o ginásio, que hoje é tudo fundamental hã, eu diria que que a única coisa talvez foi um impulso de de estudar, mas que talvez não por causa da escola, entende? Eu quis estudar e gostava de ler porque, al claro, alguma coisa na escola me me entusiasmou. Algumas coisas. Eu não vou negar. Mas eu acho que ela poderia ser mu... Porque aí é que está. Há que há potenciais diferentes de cada um. Eles são mais estimulados na escola para alguns aspectos do que para outros. E eu lamento dizer, mas eu acho que a escola poderia ter me ajudado mais. Eh porque eu eu Eu realmente gosto muito né de ler E de estudar
E na sua adolescência também, você já gostava de ler? Você tinha um grupo de amigos você que lembra foi assim agradável a

Eh acho que era as a compa... Era. A companhia espera

Um pouquinho, na sua adolescência, como é que era a sua Mas você também já gostava de Quem eram os seus amigos? Como é que foi essa época?
Então, eu acho que eh toda adolescência é uma época muito diferente, de muita descoberta, de muita insegurança, de muita... Muito entusiasmo também, ao mesmo tempo muito medo. É uma mistura de de sensações, né? Que hoje a gente entende bem, e e mas na época você não sabe o que está acontecendo com você. E também nem muita gente queria saber, né? Mas eu acho que o que foi legal na adolescência foi o entorno né da escola. Não a esco em si, eu acho...

Não, não é isso. eu acho que Eu eu lamento que a escola não tenha sido muito melhor do que ela foi. Ela poderia ter me ajudado muito, infinitamente mais. Mas Enfim então, na adolescência, acho que foi uma época... muito interessante, assim, de amigos, de descoberta, de paqueras, de bailes, de de de descobrir, enfim, o o mundo, né? Agora, a escola, eu acho que ela ficava não em segundo plano, mas eh ela não era a coisa mais importante, sabe? Eu gostava. Então, a leitura, você falou da leitura, né? Volto a dizer, a escola não chegou a me motivar a leitura, não. Não Tanto é que eu lia, o que eu lia eram coisas que a minha irmã mais velha comprava. Ela gostava muito de ler, essa minha irmã, que inclusive fez só até o o ginásio, e né e ela gostava muito de ler. E eu, à à à tarde, eu estudava de manhã, à tarde eu eu me trancava no quarto da minha irmã para ler as coisas da minha irmã. que eram romances, fotonovela que existia na época. Eram revistas como como como se fossem quadrinhos, mas eram fotos e uma novela, uma história né, geralmente uma história de amor. Eu adorava isso, livros de romances. Oscar Wilde, por exemplo, eu li com quinze anos. Mas assim, por minha própria vontade. Na escola nunca houve esse estímulo né.

E o que vocês

Que tipo de lazer vocês tinham? Os os bailes, vocês lembram onde O que mais vocês faziam? Eh eu
Eu foi assim. Quando eu tinha quinze anos, catorze para quinze, eu mudei.

Então, acho que meu primeiro bailinho eu tinha catorze até um avanço porque para a época né eu sou de uma geração gostaria de dizer da qual me orgulho muito que a gente foi meio vanguarda quebrou com uma série de coisas brigou com os pais para poder ter direitos como chegar tal hora né depois de de xis horas porque não podia nem sair de casa a gente conseguiu superar isso enfrentar brigar Então eu acho que eu sou de uma geração que a gente sempre esteve na frente de um, parece que de uma luta, e não acaba, né?

E eu só podia ir com o meu

Aí era uma época que começaram os bailes com luz negra, a estroboscópica né, uma luz assim que ficava uma delícia aqueles bailes. Então, hã o que ocorria, assim, até os quinze, dezesseis, tinha muito baile de formatura. Os bailes de formatura e os bailes pró-formatura, então. Esses eram melhores do que os da formatura, sabe? Porque eles eram mais... mais simples né você fazia na própria escola ou na casa de alguém na garagem de alguém na minha casa eu tive um primeira festa na minha casa eu tinha no meu aniversário de dezessete anos que o meu irmão tinha sete anos a mais que eu meu irmão ele é que ele é que agitou para fazer essa festa e eu nunca me esqueci disso sabe porque eu nunca tinha tido uma festa de aniversário Uma porque meus pais não estavam muito preocupados com isso e outra porque eu também era muito envergonhadinha tal.

Eu fiquei... Aí ele convidou, ele falou, posso convidar a minha turma? Eu falei, pode, né? Aí fizemos. Mas assim, era isso. Então, aí os primeiros namorados, né? Com dezesseis dezoito, era isso. Ah, e uma coisa importantíssima. As missas de domingo. Agora, era muito interessante, porque eu não fazia ah ah... A minha família não era, assim, fervorosamente católica. Mas havia toda uma cultura né, até da geração toda, de ir à missa, de rezar. Eu aprendi a rezar com a minha irmã mais velha, ah de ter imagens do tipo Cristo, essas coisas. Mas eu não era muito convencida disso, não me não não me convencia, né?

E as missas de domingo elas eram para paquerar. Então a gente ia, ficava atrás, atrás, esperando a hora que terminava.

Mas os meus pais, mas como missa que começa ao meio-dia? Mas era uma missa interessantíssima.
<laughs> E você praticava né você tinha esse costume ou só dançava?
Não, eu gostava muito de dançar, era a coisa que eu mais gostava. Rock, inclusive, era a época do rock, twist... Eu aprendi, eu dançava muito bem. Mas o esporte, o o eu não sei, eu acho que também um pouco pela timidez. E o esporte é uma coisa bem legal. Hoje eu penso que na educação o esporte é é é importante que ele seja estimulado, porque eu acho que ele é responsável até pelo desenvolvimento mesmo, da personalidade, da firmeza, da segurança. O esporte, além das regras, ele tem também a questão do corpo né. O adolescente que ainda... É um desencontro enorme né entre cabeça e corpo. E o esporte eu acho que tem esse papel. E eu era muito tímida. Então a única coisa que eu gostava de jogar, gostava não. Eu tentei, joguei um tempo, mas os primeiros foras que eu dei e vinha aquela vaia né, pronto. Aí eu ia chorar e acabou. Era o vôlei. Eu gostava, gostava até ia bem, mas a primeira mancada que eu dei, que foi uma um campeonato, que eu errei, mas errei feio a bola, e foi uma vaia, assim, que é normal Isso né mas Daí eu não aguentei o
Tranco e nunca mais Você lembra como é que vocês se vestiam nessa época
Bom, primeiro o cabelo, né? O cabelo era algo assim de tinha que ter o cabelo liso, era como que fosse um decreto, tinha que ter. E o meu cabelo, ele é levemente, tem faz um pequenas ondas. Então, o que é que eu fazia? Eu passava com o ferro de passar roupa, certo? Que é a chapinha hoje. Bom, aí tinha o o cabelo muito liso até aqui né, todo mundo, mas que lindo o seu cabelo. hã hã Ele tem um brilho, o que é que você faz? Ah, ele é assim mesmo. Mas enfim, a roupa, a gente usava, começou a mini saia, né? Quando eu tinha uns dezoito anos, a gente usava a mini saia. As coisas voltam muito, né? Ah então, nesse momento surgiu muito a roupa de couro, casaco de couro. Depois voltou inúmeras vezes, bota de couro. Não era algo assim comum, né? Eram as mais as meninas mais avançadinhas que usavam, as mais moderninhas, né? E a gente dava um jeito e usava.

Os meninos, sim, calça, boca de sino, cinto largo, assim, e uma bota um pouco... Sabe Roberto Carlos, aquela imagem, né? Que com salto, assim, é usavam, assim. Então, o cabelo, eles usavam... Eram Beatles, né? Eu sou dessa geração que começou a curtir os Beatles. Sessenta e nove setenta, era uma febre, assim. De sessenta e nove a setenta e um marcaram muito para mim muito demais a música e a e a e a o modo de ser né e os meninos aquele cabelo era fatal né Olha o seu grupo assim Eu a era um pouco porque aí que está aí começa a ter uma Mudança na minha vida, né? Eu começo uh uh de sessenta e oito sessenta e nove, quando o país estava fervendo, né? Eu era muito bobinha, mas eu estava já... Aí, neste momento, eu comecei a perceber. Aí, neste momento, realmente as coisas... Aí o que é que estava acontecendo comigo nesse momento? Eu já tinha acabado o segundo grau, eu tinha ainda não tinha decidido se eu ia que faculdade eu ia fazer, então eu estava meio no limbo. E eu fui fazer trabalhos, enfim, para sobreviver, porque eu sempre fui muito independente e eu não gostava de depender do dinheiro do meu pai. Mesmo porque eram muitos filhos, então não era uma coisa assim muito legal. Então eu muito cedo, eu tinha dezoito anos, já fui me virar para ganhar meu dinheirinho. Fazia trabalhos de de escritório, né? E Hã nesse momento eu estava trabalhando num lugar que tinha umas pessoas muito interessantes, um pouquinho mais velhas que eu, uns três anos, e que já eram muito politizadas. E foi muito interessante esse encontro, porque aí eu comecei a perceber, bom, o que está acontecendo no país? E eu me lembro que eu via cavalos, polícia na rua, gente com medo. E aí eu comecei a entender, infelizmente, o que estava acontecendo. Daí, aí para frente, foi uma virada, né? Aí eu comecei a fazer o cursinho, aí no cursinho as coisas começaram a ferver e. Aí mudei, mudou tudo, né, para mim. Mudou eh gosto musical, modo de vestir, tudo, tudo. Daquela teenagers eu virei assim uma pessoa mais mais consciente, né? Se pode chamar assim, mais olhan percebendo mais as coisas que estavam acontecendo, aí fui fazer o cursinho, fiz o cursinho em setenta, época terrível, terrível, muita gente sendo presa, a gente conhece a história, né? Amigos meus, inclusive, já, porque foi assim, em setenta eu fiz o cursinho e não sabia direito o que é que eu queria estudar. Eu sabia que era humanas, então não sabia se era letras, filosofia. Aí optei por história, mas por que optei por história?

Por causa dos professores. Por isso eu acho assim, professor é uma coisa fundamental na vida da gente, sabe? Por isso que no começo da minha entrevista eu falei lá atrás como que aqueles professores poderiam ter sido muito melhores comigo e não foram, entende? Poderiam ter me me ajudado muito mais, não é? Eu me emociono de falar disso, sabe? Porque eu acho que que os potenciais a gente tem mais... Precisa a gente precisa de ajuda. A gente precisa o adulto... O adulto, poxa, o adulto tem um uma responsabilidade enorme. Enorme. Porque o adolescente, ele é sempre meio perdido. A criança, então, nem se fala. Ela ela está chegando. Então, tudo, de repente, tudo pode ser bom ou não.

Por isso que eu falo, sessenta e oito, sessenta e nove para setenta foi uma virada. Aí eu comecei a descobrir, gente, eu fui aí eu fui atrás de tudo aquilo que que não tinham me dado. Eu não vou, quer dizer, ótimo, pelo menos eu consegui isso, né? Então, veja, de algum modo eu encontrei o meu caminho. Poderia ser antes, eu poderia ter entrado na faculdade logo que terminei o o o ensino médio, se eu tivesse tido, né, um Alguém que me... Eu tinha aquilo dentro de mim, mas eu não sabia o que é que era. Aí no cursinho, os professores de história, assim sensacionais que eu tive, sensacionais.

Professores maravilhosos, maravilhosos. E aí, bom, eu falei, é história mesmo. Claro que eu poderia ter feito filosofia também, iria me dar bem, letras, mas história foi foi uma um impulso e entusiasmo muito grande. Quando eu decidi, aí fui, fiz, entrei na Usp. Bom, aí os tempos foram difíceis, porque... Aí a ditadura estava pegando mesmo. É eu entrei na história horrível. A gente tinha que estudar coisas, ou dependendo do texto que a gente estudava, tinha que ser escondido. Tinha que ser escondido. Certos professores para dar aula, eu me lembro de uma professora que nós tínhamos, que ela dava História da América, ela foi falar de Cuba, ela te fechou a porta, olhou no corredor, viu se não vinha ninguém, fechou a porta para falar da Revolução Cubana. para vocês terem ideia do que foi o curso. Bom, todos que fizeram qualquer curso na Usp, de humanas, entre sessenta e nove e setenta e e sete uh ah Mais um pouco até Né porque depois até oitenta a coisa ficou pesada foi terrível foi terrível
Aí você foi parar na história da Usp. Nesse período tão difícil, teve algum professor que te você lembra o nome? Além dessa professora com essa coragem de falar Uhum da história de cub ah da Revolução de Cuba, mas à portas fechadas. Mas algum outro professor como esse do cursinho te influenciou ou te marcou na história?
Olha eu acho que eu tinha um time bom, viu?

Quem mais?

Olha, eu não não teve aquela coisa, um professor paixão, não. Ah

Porque brilhantes todos eram.

Era um show. Ele, quando dava aula, ele estava no palco e era demais, né? A gente não perdia.

Ele... Por quê? Porque <laughs> parece... Olha só, ele conversava com a gente. Os outros, não. Os outros estavam no pedestal. Os outros eram... Talvez mitos né, não sei. Eles se colocavam, ou a gente os colocava, eu não sei.

Então, eu achava muito... muito diferente ao modo como ele se relacionava. E é o que eu procuro hoje fazer com os meus alunos, sem populismos né, mas com honestidade né com os meus alunos. Não deixá-los se sentirem tão distantes da da gente, sabe? Que o professor não deve fazer isso.
E hoje você dá aula na graduação, Sim né e nos contou que foi, antes da entrevista, foi na Pedagogia da Usp educação.
Na Faculdade de Educação, isso.
Bom, aí... Aí você se tornou, desculpe, por que você se tornou professora e foi para lá? Em
Então, a coisa começou assim, eu fiz história, na gra na graduação ainda, eu comecei a dar aula de história na rede pública. Eu, a vida inteira, eu dei aula na rede pública de São Paulo, sempre, nunca na na rede particular. E eh comecei a dar aula ainda no último ano de faculdade, eu estava foi setenta e quatro, eu me formei em setenta e seis, comecei a dar aula em setenta quatro.

Uma turma excelente...

Bom, era um time e tanto, fo lá eu estava com esse pessoal, come eu começando, imagine.

E professor de história. Não Ele era jornalista não por formação.

Bom, ele era um show, ele dava aula, ele era um palhaço assim. E eu falava, meu Deus, eu nunca vou ser assim. Mas aí eu descobri o meu jeito, né? Porque para ser professor de cursinho tem que ser palhaço? Não, eu descobri o meu jeito, era outro. Bom, foi assim minha meu minha entrada na na educação foi com êh com esse pessoal. A partir daí, eu fiz um concurso público para professor da rede pública. Só que em setenta e sete eu já comecei a dar aula na rede pública. Mas como tinha um nome, era professor provisório, uma coisa assim. Professor hã tinha um nome, não é provisório, imagina. É um contrato pro eh precário, algo assim. Tem um outro nome. Eu sei que a sigla era professor cê éle... Não. Bom, mas aí eu fiquei nessa situação que não era efe que não é efetivo, né? Eu não sei o nome. Aí em setenta e oito para efetivação. Aí eu fiz, estudei, estudei, estudei, estudei. Foi muito difícil esse concurso, mas foi fazia dez anos que não havia concurso na rede pública. Então, aí eu passei, fiquei muito contente. Então, eu estava grávida né nesse momento do meu primeiro filho, que foi uma filha, né? Nesse momento. E fiz o a prova grávida. <laughs> Aí passei, aí eu tinha que assumir.

Quando eu tinha que escolher a escola, a minha filha tinha nascido. Aí eu e na no o pai dela resolvemos morar no litoral. Aí eu eu escolhi a escola que eu ia entrar no litoral. Então lá eu fiquei por cinco anos, dando aula de história. Foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Mais
Voltando um pouquinho, você citou o nascimento da sua Você casou? Ah tá <laughs> E você foi o primeiro namorado
Foi muito antes Não não de casar É Não, não foi meu primeiro namorado, mas foi uma um encontro muito interessante. Foi um encontro de de, eu diria assim, um encontro intelectual mais do que qualquer outra coisa. Eh eh a gente teve muita afinidade.

É da área de teatro né, ele mexia com teatro. E a gente se conheceu porque ele achou, porque ele fazia artes e ele naquele momento ele estava fazendo artes plásticas e ele achou que foi uma forma dele se aproximar de mim, ele queria me pintar. Jeito interessante, né? <laughs> Não é qualquer um. <laughs> E eu falei, nossa, que bom. Aí pediu uma foto minha, que ele queria pedir. No fim, acabei. Tenho até hoje uns três quadros que ele pintou tal. Mas aí casamos, e foi muito legal. A gente teve um encontro assim muito rico. Ele era muito inteligente. É muito e eu enfim, foi legal. Aí tivemos esses dois filhos, depois nos separamos. Mas é meu amigo até hoje, uma pessoa excelente. E você casou quando você estava na faculdade? Não não eu casei hã

Sete, foi exatamente quando eu comecei a dar aula na rede pública. Ainda antes de de prestar esse concurso de efetivação. Mas já dava aula na rede. Já estava
Eh aí você você Aí você começou a dar aula na rede pública E como você foi parar na Usp, na educação?
Bom, aí foi assim. Então, voltando um pouco, fiquei esse tempo todo na rede pública. Quando foi em oitenta e três, eu estava em Santos, dando aula morando em Santos e dando aula na Praia Grande, quando eu recebi um convite. Porque foi assim, naquele momento a gente estava numa efervescência política né no Brasil. E a gente teve tinha acabado de ter eleições diretas para governador.

E aí teve uma reformulação política e e eh tinha um órgão na Secretaria da Educação chamado Semp, que era a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. E nesse órgão tinha uma pessoa que... Tinha um cargo nesse órgão eh que me conhecia. Ela deu aula junto comigo, essa pessoa. Aí passou o tempo, eu nunca mais vi essa pessoa, fazia uns cinco anos, aí ela me chamou de uma conhecida minha, que me conhecia ela também, que ela precisava de alguém para trabalhar lá, que dizendo que estava um momento muito interessante de fazer coisas. Eu relutei, falei, eu não vou sair da sala de aula.

Aí fui até lá, tal da semp, conheci o lugar, olhei, olhei, falei, humm não vou não.

Bom, eu eh trocando em miúdos, fui para lá, fiquei quatro anos lá, trabalhei na reformulação do currículo de História do Estado de São Paulo, o que muito me orgulha, porque foi um currículo assim que marcou, foi o divisor de águas né do que era o a a aula de História antes e o que passou a ser depois dessa proposta. Então, realmente, é uma das coisas que eu me orgulho muito. Mas, só que não deu para continuar lá, muita eh mu muito enfrentamento político, que não não era isso que eu queria para mim. E nesse momento eu comecei a fazer pós-graduação. Aí na pós-graduação surgiu uma vaga para professor na Unesp.

Passei, aí falei, o que é que eu faço? As coisas na vida sempre surgem assim, né? Ir para Presidente Prudente, hum eu pensei, bom, foi uma decisão muito difícil, eu acabei indo. Fui, morei lá, acabei morando três anos lá e foi uma fase muito difícil porque eu tinha dois filhos nesse momento. Aí hã foi aquele problema que o pai não queria ficar sem os filhos. Eu ia ficar muito longe. Então foi horrível, ah horrível que eu digo porque assim, acabei indo com meu filho e minha filha ficou com ele. E a e era uma loucura, a gente ficou três anos assim num sofrimento, porque eu vinha cada vinte dias e ligava todo dia, mas finalmente eu fiz outro concurso, aí eu fui para uma outra cidade, o Nesp de Assis, aí dando aula de didática, passei nesse concurso, aí voltei para São Paulo, aí fiquei com os meus dois filhos juntos. Aí eu viajava para Assis, sabe? Era bem longe, cinco horas e ho cinco horas e meia de viagem, eu fazia isso toda semana. Ficava três dias lá e voltava. Até que em noventa e cinco surge um concurso na Usp. Aí alguém, uma professora, que eu nem conhecia ela muito bem, me falou, eu eu vim na Usp para pegar alguma coisa para o meu mestrado, algo assim, ela para o meu doutorado, que eu já tinha defendido a o mestrado. Aí ela me encontrou e falou, ah vai abrir uma vaga aqui de didática, mas falou assim. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu liguei para ela, cheguei em casa, e liguei e falei, escuta, essa vaga, eh aí quis saber, né? Gente, eu fui saber, falei, eu tenho tudo para passar nesse concurso, faço ou não faço. Mas aí aquele mito da Usp, né? Eu não vou passar, imagina, eu não vou passar. Aí faz, não faz, faz, não faz. Até a última hora. Aí me inscrevi. Falei, eu vou me inscrever, depois eu penso se eu faço ou não faço. Me inscrevi. Aí faltavam três dias para o concurso. E eu numa tensão, porque eram dezoito candidatos para uma vaga, para prestar o concurso. Acabei indo. Indo muito estimulada, inclusive pela minha filha. Porque aí significava eu voltar para São Paulo de vez, né? Aí prestei, passei em primeiro lugar e voltei. Então, em noventa e seis eu volto para São Paulo, é essa a história. Aí volto, eu passo a dar aula na Usp.

Concurso na usp Isso isso Você que

Curso que você fez na usp Eh sim o

É o retorno da Ah tá Entrou na Usp, é professora de didática na educação, Isso você fez aquele concurso que você não acreditava Que eu ia passar ia passar. E como foi o concurso?
Aí foi olha Olha, gente, foi uma coisa tão bonita, porque, assim, a minha filha queria muito, óbvio, eu também voltar para São Paulo, definitivamente, porque eu ficava três dias em Assis e voltava.

Eu estava muito insegura, muito insegura, e ela ela me deu um ultimato. Ela falou, você vai prestar, porque eu estava na dúvida, eu falei, eu eu tenho receio de me expor, porque, veja, se você não tem condições, faz um concurso, você se desgasta. Ela ela ela me deu muita força. Bom, eu fui, mas eu me senti nesse concurso tão inteira, tão segura, e realmente eu passei em primeiro lugar, com pessoas inclusive que estavam bons, excelentes candidatos. Então você veja né como a gente precisa acreditar na gente, sabe? E eu achando, não, não vou. Agora eu fiz um outro concurso na Usp também para efetivação, porque esse concurso, embora ele tenha toda a rigidez, do concurso que eu fiz depois, ele é igualzinho, só que a Uso tem essas coisas. Né daí você tem que fazer um outro para eles terem certeza que você... <laughs> Aí eu fiz o outro que é o concurso que eles chamam de efetivação em mil e um né e dois mil e um para dois mil e dois, foi o comecinho de dois mil e dois. Eu me preparei no final de dois mil e um, com memorial, et cétera. Mas igual àquele. Pois bem, este eu fiquei muito mais nervosa do que aquele.

Não, claro, não teve dúvida, mas eu estava

Você viu muita coisa da sua filha é né Aham E quando você escolheu história, lá atrás, você teve aquela mudança, que começou a ver Seus pais tiveram alguma influência da sua escolha, não gostaram Ou não você já era bastante independen
Não, já era bastante independente, já era. Eu Eu Não, inclusive até eu tenho uma pequena mágoazinha, que eu mas passou. Que é o seguinte, quando eu entrei na Usp, eh como todo mundo até hoje, fica feliz da vida. Eu fui ver o resultado, o resultado na época... Acho que ainda até hoje é assim. Eles publicam a lista em vá de várias maneiras, óbvio, ma no jornal e tal, mas a gente foi ver na Gazeta, ah ah o prédio da Gazeta, que tinha o objetivo lá, a lista a lista saiu lá. E até hoje eu eu lembro da emoção que eu senti quando eu vi o meu nome ali, a lista final né que eu tinha passado. E eu assim, estava eu, meu cunhado, quer dizer, ainda não era cunhado, namorado da minha irmã, depois casou com ela, e minha irmã. Aí viemos para casa, assim, felizes da vida, eu, né, chego em casa, contei para os meus pais, imagine você falar, deixa eu ver, uma coisa para alguém que, mas assim, uma coisa completamente, ah, que bom. E continuaram vendo televisão.
Isso te marcou, Ah realmente. E como é que é ser mãe para você? Ah
Era é muito legal. Muito legal. Uma das coisas que eu mais eh... Eu falei de algumas coisas que eu me orgulho né, mas essa é a mais. Eu acho que, eu eu não sei eu, eh a gente quando tem filhos, a gente nunca sabe o que é que é o certo. É muito difícil, sabe? Você vai Parece que você está fazendo uma coisa, que será que é o certo? Será que eu estou acertando? Mas você vai. E hoje, porque meus filhos hoje, já praticamente, eu acho que já são adultos. O meni o rapaz é tem um ano a menos que a que a menina, mas estão os dois já encaminhados. Eh eu eu Eu penso que, cada vez que eu vejo eles, eu falo, nossa, acho que eu acertei. <laughs> Sem querer. Não é que é sem querer. A Acho que tem uma coisa que faz a gente acertar muito. Pode parecer piegas, mas não é. Eu não vou falar isso no sentido de de de querer ser piegas. É amor mesmo. Mas amor mesmo, sabe assim? De De ouvir, de conversar. Porque, assim, eu acho que... É muito fácil você bater quando um filho seu faz uma coisa de errado. A primeira coisa que que as pessoas têm é aquele impulso de pum, né? Mas eu eu sou completamente avesa a isso. Completamente.

Não acho, não acho que deve bater. E olha, não digo da menina, mas do menino eu tive motivos. Nossa, gente, como ele aprontava, vocês não acreditam. Um menino assim, levado, levado, levado. Hoje ele é ótimo, é maravilhoso, mas assim, eu tive muitos motivos.

Eu eu eu sentia assim um uma coisa assim, o que é que eu faço? Sentava, conversava, conversava, e olha, infindáveis conversas, conversas sérias conversas sérias eh, mas nunca nem eu punha de castigo nem eu batia, eu não acredito nisso. Né e eu acho que hoje eu sou super feliz, eu eu acho que meus filhos, eu adoro eles, são super bacanas.
E qual a atividade deles atualmente?
A menina ela se formou em jornalismo né e hoje ela faz vários trabalhos assim, não está assim firme, efetivada em em um lugar.

E hoje ela está aí Faz traduções, faz ah ah ah preparação de livros para as editoras. Acho que ela se vira, eu acho. E ele então, ele escolheu uma carreira mais difícil, né? E eu digo que eu não influenciei, eu apenas incentivava muito para estudar. O que não importa. Nunca, nunca fi fiquei falando faça isso ou faça aquilo. Tanto que minha filha, ela queria fazer medicina antes. Aí mudou para biologia, depois acabou fazendo Agora, ele não gostava de estudar. Gostava, não gostava, não gostava, não gostava, até que descobriu que ele... Aí fez o ensino médio, eu brincava, falava assim, gente, <laughs> eu estou fazendo a quinta série, porque cada série que ele fazia, eu parecia que tinha que fazer, porque tinha que olhar tudo. E ah então, gente, terminei a quinta série, gente, terminei a sexta série. E quando ele acabou o ensino médio, finalmente, eu falei, gente, ah <laughs> terminei o ensino médio. Mas foi difícil. Ele conseguiu terminar o ensino médio aí não não não não sabia o que ele queria. Aí demorou um pouco, ele começou a estudar música. Bom, aí entrou no conservatório. Mas aí ele foi, assim, uma coisa, sabe? Porque ele já tocava desde moleque, assim, quinze, dezesseis anos, guitarra, violão. Mas eu não levava muito a sério. Porque ele não levava a sério, né? Ficava ali tocando. Mas depois ele descobriu, ele foi num num num num festival festival, algo assim, de música erudita que ocorreu em Curitiba. Ele já tocava violão numa escola tal, aprendendo né, mas já tocava. Aí veio esse festival, eu que vi, inclusive, falei, puxa, você não não topa ir?

Ah, música erudita? pensou pensou foi ele voltou de lá virado cabeça virada aí ele decidiu que ele queria estudar música erudita e foi entrou no conservatório e depois entrou na faculdade e está acho que ano que vem ele já termina ele faz violão erudito mas dentro do ensino de de de na graduação de música você faz arranjo é várias coisas não é só o instrumento que você toca sabe você faz várias outras coisas E ele vai vai ser músico. Acho que já é, né? Já se apresentou duas vezes. Então, assim, acho que foi um caminho muito difícil o dele, sabe? O dele, eu digo ele. Não tanto para mim. Claro que mãe e pai sofrem junto, mas para ele foi mais difícil, sabe? Porque, sabe, ele via tudo em volta dele. O pai, professor de universidade, a mãe, a irmã também foi.

Impressionante. Eu me lembro do episódio dela, veja só, ela estava no pré-primário e ela fez um pré-primário numa escola muito boa, pública, pública. que era o experimental da Lapa. E lá tinha três anos de prézinho, a criança entrava com quatro anos de pré um, pré dois, e pré três. Ela fez tudo lá, os três prézinhos, até a sétima série ela fez lá. E no terceiro pré, eles davam, não era lição propriamente né, porque era outra filosofia. Toda vez a criança vinha para casa com uma pastinha, no caso era pastinha vermelha. E davam alguma coisinha assim, um desenho, uma coisa para fazer bem criativa. E ela adorava fazer isso. Um dia, ela estava pronta já para ir para a escola, eu ia levá-la. Aí ela começou a chorar, chorar desesperadamente. Mas o que foi? O que fo que Ela mal conseguiu falar que ela não tinha feito <laughs> A lição foi muito, assim, uma marca que eu sempre conto para
Para ela né E você lembra e você lembra o seu primeiro dia que você deu aula na sala de aula? Lembro lembro isso

Nunca se esquece o primeiro dia de Foi assim, o primeiro dia foi para um monte de adultos, quiçá mais velhos que eu, de madureza. Uma classe de madureza. Era uma escola que fun não existe mais, ela funcionava na Vila Hamburguesa. E e eu entrei, eram alunos pobres, porque era o curso de madureza na época. Hoje acho que é o Eja, né? Mas na época não existia isso assim regulamentado então. Existiam os cursos... acho que não era nem subjetivo que chamava, era a madureza mesmo. Eles se preparavam e daí eles iam prestar o exame, era um exame oficial que faziam, e e eles prestavam e eliminavam as matérias. Eu entrei, era para era a madureza de giná do primeiro grau. Para Olha só, eu me sinto envergonhada, gente, envergonhada do que eu fiz. Porque a insegurança era muito grande. Então eu entrei na sala... homens né, meninos, homens, rapazes, e homens, me mulheres também. Mas a minha insegurança era tão grande, tão grande, tão grande, que eu o que é que eu fiz? Todo inseguro o que é que faz? Fala sem parar. E olhe dá-lhe aula de história do Brasil. Tá tá tá E acontece que, eu não sei, um um dos meninos estava, não sei, estava zoando, não é comigo, estava lá brincando, fazendo bagunça. Mas uma coisa não escandalosa. E e aquele barulho, aquele barulho... Aí eu nossa, gente, nunca mais eu fiz isso na minha vida. Foi o primeiro dia. Primeiro primeiro primeiro dia. Aí eu comecei, eu fiquei brava. Aí eu falei que não admitia aquilo na minha aula que eu estava falando. Tal tal aí na medida que eu fui falando aquilo, eu fui me vendo. E aí, tudo bem, passou. Mas aquilo para mim foi uma lição que nunca mais eu esqueci. Nunca mais. E aí eu atribuo isso à insegurança. É o que eu falo para os alunos hoje, que eu formo professores né. E eu falo, olha, Essa insegurança é normal no primeiro dia. Procurem perceber. E eu conto essa história para eles. Então, acho que isso é uma maneira até de prepará-los para que isso pode acontecer, de você ficar... O que é que você faz? O Você vai perder ali a a aquele aquele a aquele E se você não tem segu, se você tem segurança, nossa, você brinca com eles. Você dá uma paradinha e fala, posso brincar também? Posso ouvir a Uma coisa assim, né? Pessoa segura não tem problema com disciplina. Eu tenho certeza disso. Professor que tem segurança não tem problema com indisciplina.

Segurança e, obviamente, gostar do que faz e ter preparação, saber da coisa da sua disciplina Eu só lembro que era muito baixo foi assim Eh não baixo. Mas Eh O o que eu lembro foi que... Houve uma diferença muito grande entre o que eu ganhava, porque assim quando eu decidi dar aula, que eu já estava no terceiro para o quarto ano da faculdade, eu estava em um emprego assim que eu não levava muito a sério. Me registraram tudo, mas eu não queria aquilo né. Era para ganhar, só para eu poder comprar meus livros. Minhas roupas, <laughs> que eu não queria pedir dinheiro para pai, de jeito nenhum. E Hã eu ganhava assim, olha, para vocês terem ideia, era como se eu ganhasse, uma suposição, só para ver, eu ga como se você ganhasse quatro mil reais e larga aquilo para ganhar quinhentos.

Pela paixão da E como é seu cotidiano hoje em dia, como professora de didática lá na Usp? Ah é muito mu hã
né? Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. É um trabalho que que ele é hã... Não tem não tem conclusão, né? Por exemplo, você terminou hoje de escrever um artigo, mas você já está pensando em três coisas que você tem para fazer. Então, assim, é uma co eu gosto, mas eu só acho que é é muita coisa. Eu gostaria hoje que eu tivesse menos coisas para eu poder fazer melhor. Então, além da aula e da preparação de aula, você tem orientandos. Eu, por exemplo, hoje, eu estou com poucos. Eu estou hoje com se ah oito orientandos, mas eu já cheguei até onze. Entende? em em Doutorado, mestrado e iniciação científica. Então, é muita coisa. O e orientação levada a sério e tem que levar?

Ler o trabalho dos alunos, orientar, olha, aqui não está bom, vai pesquisar aquilo. Sabe, você tem que saber daquilo para poder orientar. Então, tem a orientação, tem as benditas das reuniões, que você participa de comissão disso, comissão daquilo. Eu tenho, participo de duas comissões. Tem reuniões de de de departamento, você tem, eu coordeno o centro de memória, por sinal, da faculdade, tem o centro de memória da educação, que é bem interessante até depois, se vocês quiserem ah eu falo um pouco. Eu coordeno o centro de memória. Então, eh gente, é muita coisa, sabe? Eu tenho E tenho que escrever artigos né, congressos. Agora mesmo eu vou para um congresso em Buenos Aires.

Ah, é Olha, ah eu tenho lá uma, nós temos lá, porque são três coordenadoras, eh hum nunca é uma só, são três, porque são três departamentos, na faculdade, então como o centro ele é ele não é de departamento nenhum, ele é da faculdade, então sempre tem que ter três coordenadores, um de cada departamento. Então do meu sou eu. Nós temos lá uma arquivista que é uma historiadora, está fazendo doutorado agora. Essa arquivista ela é fenomenal, ela é excepcional, é muito competente, muito competente. Então ela é o nosso braço direito, esquerdo, tudo. Então nós temos lá, Índia, tanta coisa, a gente... Só vou falar um dos projetos. Um ah Nós vamos começar agora, agora exatamente essa semana, um projeto eh que nós vamos nós pegamos cento e quarenta e duas escolas do estado de São Paulo. O critério é o seguinte, as mais antigas, as de de mil

para baixo e tem muitas do Estado inteiro, e nós vamos visitar. Claro que está envolvido nisso bolsistas, tem uma equipe enorme né. E eles vão visitar essas escolas. Numa primeira visita, vai primeiro fazer o reconhecimento do lugar.

Qual o objetivo do projeto? O objetivo é hã fazer o registro da memória dessas escolas. Porque ela vai se perder, ela se perde, eles jogam tudo fora, tem fotos, tem gente, coisas impressionantes, material didático, vai indo, vá arquivo morto, eles chamam e depois in vai para a incineração. Então, aqui a gente quer brecar isso, porque isso serve tanto para a pesquisa na história da educação, como para a memória local, a memória da cidade. Então, a gente tem, inclusive, as cidades hã do interior né, que nós temos a... o apoio né da prefeitura para fazer isso. No sentido do quê? De que é importante para a cidade, porque, geralmente, a escola antiga para uma cidade do interior ela é um polo de cultura e de memória muito importante. Não é como uma cidade grande, que nós aqui temos em São Paulo vários polos de de memória. Você tem museus, você tem... Agora, no interior, você tem uma escola de mil novecentos e cinco, você imagina a importância de uma escola dessa? Quem estudou lá, o o quem é o mais velho da cidade estudou naquela escola, os os o pai dele estudou naquela Entende? Então, é uma coisa preciosa. Então, eh esse é o trabalho atual.
Agora, eh finalizando um pouquinho, eh você falou de ser professora, toda sua trajetória, você tem alunos e e forma professores O que é que você acha que eles devem ter como expectativa, ou que eles podem ter como expectativa hoje como professor? Ah trajetória Eh Como é que você vê esses futuros do então são são duas
Coisas muito opostas que eu penso Né a um a um de um hoje, eh eu acho que é terrível para dar aula e formar professor. Tanto o meu, meu... O meu a o meu lado, como o lado de quem está lá na escola, são difíceis. Do meu da minha parte, por quê? O que você vai falar hoje para um jovem que vai ser professor de biologia, de história, de geografia, não importa. O que você vai falar hoje para ele com esse contexto que nós estamos vivendo? De violência, de falta de política pública que apoie o professor, uh de formação precária... Então, veja, nós temos alunos muito bem formados. Nós temos alunos lá na Usp que, sabe, eu eu tenho orgulho e sei que ele vai fazer um bom trabalho. Mas o que eu posso fa falar para ele, apontar? Então esse é um lado que eu acho o lado negro. Um lado muito bom, que que é o que me segura e me dá entusiasmo para dar aula, é o seguinte. Pode ser paradoxal. Veja bem, ao mesmo tempo que você tem eh eh esse quadro negro, você tem também uma importância da educação que acho que sempre foi a importância da educação, sempre foi muito grande. Mas... Talvez eu agora dê essa importância, porque ao longo da minha vida eu fui descobrindo, como eu disse durante a entrevista, e eu disse várias vezes, de como eu, como aluna, e essa memória como aluna, me faz ver hoje a importância que tem na a educação. para orientar, para apontar caminhos, para ajudar essa criança, esse adolescente. Viu assim entende você imagina os potenciais que que estão, às vezes, dentro, na frente de um professor? Então, veja, eu eu acho que isso eu eu me anima muito a falar, porque eu vejo que, embora não tenha política pública, eu acho que é um lado que a gente tem que lutar para isso. Mas, individualmente, aquele meu aluno que sai dali, eu faço questão de que ele vá com isso na na no consciente e no inconsciente dele. De que eh essa esse papel de você estar na frente de uma classe, eu falo, nem que você fique um semestre junto com os alunos. Um ano, dois, dez, não sei que carreira você vai seguir, mas se você for, lembra disso, sabe? Aquele aluno que está lá na sua frente olhando para você, ele pode estar bagunçando, ele pode estar ouvindo, o ih pod, ou sei lá o que, mas ele precisa de você.

Mais do que nunca? Por que eu acho isso mais ainda do que na minha época? Porque hoje as famílias não têm tempo para os filhos.

E quanto mais a criança... Eu não sei se é de eh se tem a ver com o po o poder econômico das famílias. Acho que também tem um pouco, mas não sei, não. Às vezes o sujeito tem muita está muito bem economicamente, mas ele é tão estressado e corre tanto que não tem tempo. Então, de qualquer forma, eu acho que a criança hoje precisa muito. Tanto para fazer o contradiscurso da mídia, que a mídia tem coisa muito boa, mas tem coisa péssima. Como também porque eu acho responsabilidade do adulto.

A gente pode ter as nossas neuroses, pode ter nossas frustrações. Acho que por causa disso mesmo, a gente tem que saber que papel é esse o nosso Como pai e mãe, mas agora você me perguntou como professor. Eu acho que como professor o nosso papel é ouvir esse aluno. É ouvir, mais do que ficar papagueando, é ouvir o aluno. O que O que é que ele tem para dizer? E aí eu posso e e cruzar o meu conteúdo com isso que esses alunos

Provavelmente eu eu vou poder responder essa pergunta amanhã, <laughs> hoje à noite, mas por en agora, o que eu estou sentindo agora é uma coisa muito boa, porque eu acho que vocês me deram oportunidade, eu agradeço muito, de fazer essa junção de tanta coisa né, tanto da minha história de vida, de vida, infância e tal, como a minha história profissional, que essas coisas estão cruzadas né, E eu agradeço demais, eu acho que eu vou eu vou operar isso aí ao longo do dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, mas de antemão eu já digo que que foi uma oportunidade ímpar, porque eu nunca, eh nunca não sei, mas seria muito difícil poder juntar tudo isso como eu estou juntando agora. Obrigada.
Nós agrade agrademos você ter vindo, esse convite, foi um prazer. E é isso

Tá Boa tarde. Boa